Pode começar. Queria que você falasse o nome completo, o local e a data de nascimento. Eh

um pouco dos seus pais, o nome deles.

Ele foi vereador nesta cidade por dois mandatos e trabalhou também como comissário, né, na delegacia de Juruti por bastante tempo. Respondia como delegado aqui na cidade.

Eu tenho cinco irmãos que trabalham, a maioria trabalhou na educação também junto comigo, né. Eu tenho uma irmã, só tenho uma irmã que ela é professora aposentada,

E tenho os outros meus sobrinhos também, que uns são mototáxis, outros são, trabalham em marcenaria, carpinteiro, tudo tem.

E também ele trabalha em Belém, né, na, nas escola de samba.

Ele que fez as alegorias, né, de lá do Império. E tenho também um sobrinho, né, que o nome dele é

E os seus outros irmãos? Eh

Ele é aposentado, ex, ex, eh Sargento, né, da Aeronáutica.

Você conheceu eles?
Conheci.

Os meus avós, da parte do meu pai, eles eram filho de português. Tanto o meu pai, o meu avô, como a minha avó.

Agora, da parte da minha mãe, que a minha mãe que era descendente indígena,

E a minha avó chamava, se chamava. Ela eu não conheci, porque quando ela já era falecida. O meu avô também eu não conheci, né, da parte de pai. Aí, da a, nome da minha mã, da minha vó de parte de mãe eu não estou nem lembrada como é. Não estou lembrando agora, só Olhando na minha certidão. Eles, da parte de mãe, que eram descenden

Mas eles eram indígenas ou eram só descendentes? Não, só descendentes. E como que a senhora sabe que eles eram descendentes?
Porque, olha, aqui a em Juruti, a nossa cidade ela foi fundada pela tribo Munduruku. Então ficaram aqui, já os, os Mundurukus aí foram casando na época da, da Revolução dos Cabanos, que vieram os portugueses, né. Então esses portugueses que veio, meu avô, a minha avó, já vieram ficando por aqui. Tanto que Juruti fez cento e vinte

sabe que a gente é descendente indígena porque tinha muita característica nossa indígena Munduruku aqui em Juruti. Esses avós. Ehh Eles eram muito, né, indígena mesmo.
Eles falavam, eh, língua ainda indígena? Não
Não, já falavam português, né. Português arrastado, né, mas

E co Eles têm até hoje que o nosso costume daqui de Juruti é indígena. Ainda usam muita queimada, né, para plantação. Eh Usam o peixe assado, né. Eh a maioria do povo aqui usa o peixe assado e come só com a farinha. Não tem costume de comer arroz. Então esses costumes a gente sabe que é indígena. e, e tacacá, mingau, mingau com jerimum, né? Eh, aí pega a crueira, faz aquele mingau de bola, né? Que hoje a gente chama. Ainda existe muito esse costume aqui em
Seus avós con, eh, avós contavam história?
Contavam. Meu pai, meu pai era artesão também, ele a Além dele fazer todo esse trabalho, ele trabalhava na madeira. Ele fazia passarinhos de madeira. Ele foi um dos incentivadores da cultura, né, aqui em Juruti, com cordões de pássaro. Ele que fazia o passarinho de pau para o pessoal saírem nas, na festa, levando, né os cordões de passarinho, de tambaqui, um bocado de Coisa ele fazia. Hoje até a gente, em ti, nós temos essa falta assim né, porque era assim. Naquela época, né, os cordões eles saíam nas ruas, aí fazia aquela aquele cercado na frente da casa e lá dançavam. Aí, em outra semana, por exemplo, eles eram convidados para ir em outra casa e lá fazia a mesma coisa. Cercavam e lá dançavam. Aí a De lá ele saía levando aquele monte de gente atrás. Era assim o cordão. Tinha música? Tinha, mas era inventado por eles mesmo, né, pelos antigo. Até hoje, se vocês vissem esse cordão no, do Tambaqui, é uma graça. Eles se apresentaram aqui no dia da, da, que teve aqui uma conferência, né, de cultura, e eles apresentaram o Tambaqui. Foi em dezembro que teve essa conferência. em dezembro

Um pouco como é que era a sua vida?
Olha, eu vivia, quando eu era criança, eu morei na beira do rio, aí na beira do rio. E nós temos um sítio lá na beira do rio, que ele se chama São Pedro. Lá eu morei até os quinze anos, mais ou menos, a minha infância foi lá, na beira do rio. De lá nós viemos para cá, para Juruti.
E esse era uma casa sozinha? Tinha casas
Não, era era um sítio aí, que tem ele tem trezen Depois que tinha o vizinho do lado e outro vizinho do outro lado. A gente não tinha quase contato com, com eles, só de oi, como é que vai. Porque a o meu pai era, como eu já falei, né, ele era envolvido na polícia, né, como comissário de polícia. E E tudo ele cismava, né, que podiam fazer alguma coisa com a gente. Então a gente vivia restritamente ali. Quando saía era com o papai e com a mamãe. e a gente brincava só nós mesmo em casa. Quando eu comecei ouvir a, eh, e ter mais contato com as pessoas, quando eu comecei a
Estudar. Com quantos anos a senhora começou a estudar?
Sete anos mais ou menos eu comecei a estudar, já era bem grandinha. A escola era perto? Era aqui em Juruti. Tinha que pegar um bar A gente vinha de lá para cá, ele vinha nos deixar, o papai, aqui em Juruti.
Era barco? Hum
Não, canoa, vinha remando.
Quanto tempo levava, assim? De lá
Para cá uma hora e meia mais ou menos. Todo dia? Todos os dias. Aí ele vinha nos buscar para levar de Volta. Agora

Minutos daqui lá de
<laughs> E a escola? Que que a senhora lembra? Primeira vez que a senhora foi na escola. Era muito diferente do que a
Olha, é muito diferente, porque naquela época, né, o que a gente observava, naquela época a gente ia para a sala de aula realmente com vontade de aprender, né. Eu, na época, eu tinha um objetivo, desde criança eu brincava como professora, né, a minha brincadeira com a minha irmã era de professora, né, eu ensinando para ela, né, que eu era mais velha do que ela, três anos. Então a a a minha, eu tinha muita vontade de ser professora. Tanto que eu sou professora, fui, né? Que agora eu estou afastada, só tenho a profissão, mas eu estou readaptada, estou ajudando a administração da escola, né? Por opção, né? Que eu me formei em Manaus, né? Então, lá eu podia opinar, né? Eu morava lá depois que eu vim para cá. Então, foi uma opção minha ser professora. E a gente vinha para realmente estudar, chegava na sala de aula, prestava atenção, né? Os professores também, ele, a gente respeitava os professores, considerava eles como nossos segundos pais, né? Hoje em dia eu acho que eles não respeitam, né? Não consideram mais os professores. Eu já trabalhei numa, numa escola, né, em Belém, que O linguajar era barra pesada, né? Então eles não re, não respeitavam a gente. Se olhasse para eles, eles encaravam e perguntavam por que a gente estava olhando para eles, né? E Hoje não é diferente nas escolas que aqui em Juruti que eu percebo, né? A gente tem muito trabalho com eles, né? Porque eles não têm vontade Parece que estão lá. Hoje, nós, o que a gente verifica é que nós temos péssimos profissionais porque a e, não tem mais aquele interesse mesmo de ser bons profissionais. Né A gente vê, às vezes, a pessoa se forma, ele tem uma formatura só lá no nome, né, só eu sou formado, né Mas, na re, para a vida profissional, Quando ele vai atuar, não tem aquela atuação correta. E naquela época não, né, a gente via que realmente se interessavam, né. Às vezes ele nem tinha tanta, né, é como hoje aqui, nós temos muita facilidade que tem diversos polos, né, universitários aqui, né, em Santarém, logo ali, né, perto. E a gente não, eu não observo assim que eles tem um interesse mesmo de passar o que eles sabem, né, de realmente passar. Hoje mesmo, a gente, nós fizemos um comentário lá no colégio, que nós estamos precisando de um professor de física, né. E aí o, o diretor disse assim, o que adianta esse professor vir, que é de matemática, o professor, né, se ele não sabe lecionar física? E eu a, eu acre, naquela época não, a gente Se nós fôssemos estudar em tudo, a gente se interessava, né? E aprender realmente, se era matemática, se era português, a gente se, a gente se interessava. Aí o professor de matemática não sabe lecionar física, que está na mesma área.
Mas voltando para aquela época, como é que era a cidade? Assim, tinha mais de uma escola? Ó
Olha, naquela época tinha duas escolas. Tinha o grupo escolar, né, que era do governo, e tinha, que até hoje ainda tem, a escola eh, ali paroquial, que é que é Nossa Senhora da Saúde, que ela é conveniada, ela é a escola da paróquia, né de Juruti, da Igreja Católica, em convênio com o Estado. Aí tinha essas duas escolas naquela época. Inclusive eu estudei primeiro no grupo escolar, né? E depois eu passei para lá, para a paróquia.
Você, você lembra do primeiro dia de aula seu? Ah, eu
Eu me lembro. Que eu era tímida <laughs> naquela época, e E tinha uns vizinhos meus, inclusive de dono desse terreno aqui, que... Até hoje eu sei o nome dele, né?

Aí o apelido deles era Satanael, porque eles eram tão danado, tão danado. A Aí o grupo escolar, ele tinha o como é? Ele era, era de madeira, e tinha um assoalho assim alto, aí eles entravam de baixo, como a gente usava a saia, né, para olhar o nosso fundo lá embaixo. <laughs> e E eu, como eu tinha entrado assim, já grandinha, né, perto deles, que eu era meia alta, né, eles ficavam mexendo comigo, mexendo, mexendo, e me faziam tanta da raiva, quase que eu desistia. Aí eu só não desisti porque o papai. Não, minha filha, você tem que estudar. Quando eles lhe encararem ou falarem alguma coisa para você, você não responde nada. Chame a professora e conte para ela. Aí eu guardei até hoje isso, que eles faziam isso comigo.
E os professores, tinha, teve alguns que marcaram você assim que eram especiais? Hum, Tinha

Não daquela época, depois, né?

Ela era professora já da quarta série minha. E ela era uma professora muito interessada. E ela, ela exigia muito da gente, sabe, e. Depois que eu fui estudar fora daqui, eu agradeci muito a ela, né que. Ela era bastante exigente em tudo. E ela fazia com que a gente realmente fosse buscar, né, o conhecimento, e ela me marcou muito.
Ela dava aula do quê? De tudo
Português, matemática, que era quarta série naquela época. Não era como agora, né, que agora já é dividido, né. Tem portu, professor de português, professor de matemática, na quarta, naquele tempo não. O professor era polivalente, ele lecionava tudo. A gente gostava muito de correr, brincar de Aí eu corria

Corria muito. Eu só tinha uma colega que corria igual a mim. Essa minha colega, ela mora em Belém. Parece que ela trabalha na Seduc lá em Belém. E ela corria bastante. Então, como a gente corria as duas muito, a gente nunca brincou uma do lado da outra. Sempre era contra uma outra. E a gente brincava muito de bandeirinha na escola.
O que é bandeirinha?
Bandeirinha, a gente coloca uma bandeira lá, aí faz um... Marca aqui, aí coloca outra bandeira. Aí esse time daqui tem que pegar a bandeira e passar por todos eles e voltar para o campo. E como a gente era muito veloz, as duas, a gente, ela brincava de um lado e eu brincava do outro. Que não dava para ver. Se a gente brincasse as duas só de um lado, aí não tinha graça que a gente ganhava todas. Aí por isso que a gente era adversária. Ih, muito, muito diferente. Olha, há oito anos atrás, quando eu fui daqui de Juruti, há oito anos atrás, eu deixava, era essa casa lá, eu deixava a casa aberta e ia embora trabalhar. E despreocupada, eu ia e voltava. Não era preciso estar fechando nada. Que ninguém mexia. Quando vinha em casa, né, eles diziam, tu tem, tu deixa tua casa toda aberta. Eu digo, eu deixo que ninguém mexe lá. E ninguém mexia nada. Hoje em dia está muito diferente. Hoje nós não podemos deixar nada se não estiver trancado. em tudo, em todos os lugares. Na escola que eu trabalhei, que eu trabalho agora, levaram, foi seis computadores equipados, de tudo. E levaram notebook, levaram uma televisão de quarenta e duas polegadas. Até agora ninguém, né, conseguiu descobrir, arrombaram lá e entraram e levaram. Aqui em casa, um dia desses, passou dois homens aqui desconhecidos, que a gente não sabe quem é. Como nós não temos segurança aí, eu disse, olha, agora tem que uns saem, outros ficam para vigiar a casa. E assim a gente está fazendo. E A a energia naquela época, há oito anos atrás, não, há quinze anos atrás, quando eu coloquei a tribo, A luz ia até onze horas da noite. A Aí acabava. Quando a Até mais ou menos meia-noite no final de semana. E E não tinha luz elétrica para cá, não tinha. Era só até lá, naquele, não tem aquele campo. Era só até lá que chegava. Não tinha, eh, encanação de água. Nós não tínhamos água também encanada. Era até lá. Aue, o porto lá na frente, que vocês já viram aquele cais tudo ali, ali não tinha, ali era terras caídas lá, caía, sabe Não tinha, ah e o, o asfalto também nada, era só aquela, tipo aquela peliquinha só. Só Feito num manual mesmo, que vão colocando cimento assim, não, não vinha máquina nenhuma para cá. Era, era Era muita pobreza, era muito sofrimento. Quando eu co, eu comecei o festival aqui de Juruti, eu ti, eu ti, já tinha essa minha casa aqui, a energia vinha de lá, que é o meu irmão que mora bem lá naquela esquina, é um irmão meu. Aí eu trazia a luz pelo meio do mato para cá, para poder a gente não ficar sem luz aqui. Aí Aí eu conversei com o prefeito, foi que ele colocou para cá o, na época ainda do Isaías, Aí veio, foi quando veio já através do festival, porque a gente sabe que o que faz crescer uma cidade é o turismo, né? Como já tinha o festival, aí eles começaram já, eh, eh, através da Amucan, eles conseguiram bastantes projetos da expansão da água, da luz, do telefone, tudo veio através do festival. A minha casa. Quando você era pequena. Quando eu era pequena, lá na beira do rio era toda de palha. Toda feita de palha. Toda. Tanto em cima, como ao lado, tudo era de palha. Não tinha assoalho, não tinha nada, era, era colocado. Areia assim mesmo e batia, né. Que era um método que eles faziam. Então era assim a nossa casa lá. E quando nós viemos para cá, para Juruti, a nossa casa era toda de taipa. Mas ela era toda rebocada, mas era de taipa. Que só tem uma casa. Lá, aquela em frente que vocês estão olhando aí, é de taipa.
E isso é muito dife
É, porque ela é toda, ela é diferente da alvenaria, que ela é no barro, faz todo um trabalho, tudo e mete umas, aquele najazeiro, né, eles usam muito aquele najazeiro assim, fazem para cá, para cá. O, os esteios fica aqui, né? Aí eles colocam daqui e daqui. E no meio eles metem o barro mesmo. Vão colocando barro. A Aí depois a gente pode rebocar de alvena Lá no Maranhão eles têm muito essas casa, né Ainda de
E como que dava liga no barro? Que co era o, era só o barro mesmo
Só o barro mesmo? Aí por cima Do barro, do barro que faz aquele reboco. Aí Só que na época eles faziam a, como não tinha cimento, né, eles faziam o, na própria, no próprio barro, eles faziam aquilo bem, depois pintavam.
Era assim que era fa, eles faziam na época. Onde que morar em Juruti, era no centro, era
É lá no centro, lá na parte de Andrade. E por que vocês mudaram para cá? Porque eu. Lá é já está muito assim barulhento, eu não gosto de barulho, muito barulho, não sou chegada. Por que saíram da casa na, no sítio e foram para o centro? Por que que a su, a sua família saiu do, do. Ah Porque nós tínhamos que estudar. Aí, aí se tornava muito difícil, que o papai já estava velhinho. A minha mãe me teve com quarenta anos. E a outra minha irmã, ela teve com trinta e sete, que eu sou mais velha do que ela, três Então ela já estava bem, né. Ham, então ela teve com quarenta e três a sua. Não, ela me teve. Não, eu que ela teve com trinta e sete e a minha irmã com
São quantos irmãos ao todo?
Cinco. Só que eu também tenho uma filha, eu tive ela com quarenta anos. A minha filha eu tive com quarenta
Anos. Mas e aí, deixa eu entender, antes da senhora ter filho, lá na, como é que foi? A Vocês moravam lá e com que idade é que os seus pais decidiram mudar para cá?
A gente já tinha, eu tinha doze anos, mais ou menos, quando a gente veio para cá para Juruti.
Vocês estudarem. É
Que já era eu e a outra minha irmã. Aí o meu irmão morava um em Belém, dois em Belém. E o outro morava aqui mesmo. Nós éramos só três que morava com o papai e a
Como foi essa mudança para você?
Para cá, para Juriti? Ah, foi meia esquisita, né? Porque lá a gente era acostumado diferente. Tinha um campo bonito, né? A gente tinha gado. Nós tínhamos cavalo, eu gostava de andar de cavalo. Aí aqui não, não tinha mais nada disso. Então foi meio complicado, né? Mas depois a gente foi se adaptando devagar. Depois eu fui para Manaus com quinze anos Eu fui para Manaus. Para estudar. Sozinha? Não, eu que eu tenho uns parentes lá em Manaus, né? É, eu fui morar na casa de uma prima minha lá.

A gente vai de barco para Manaus. Como que era essa viagem? Ah, era Demorava muito. Geralmente a gente saía daqui Vamos dizer que a gente saísse hoje à noite, a gente ia sa, a gente ia chegar para lá depois de uns três dias, em Manaus Agora parece que já é menos, né?
Ainda é demorado ainda. Mas a senhora foi para a casa de quem? Da minha prima. E aí ficou sozinha lá
Só com ela. Mas ela é casada, ela tem os filhos dela. E lá a senhora estudou até que idade? Lá eu estudei até terminar o magistério no Colégio Adventista de Manaus. Foi lá que eu terminei meu
Magistério. E aí, o que na sua vida? A senhora se formou, e aí? Depois
Eu vim para cá, para Juruti, passear, né, aqui em Juruti.

Lima. Tinha quantos anos?
Nessa época. Que eu comecei a trabalhar?
Você veio
Eu tinha trinta e cinco anos. Ah, então Morei vinte anos em Manaus. Eh, mas lá em Manaus a senhora trabalhou? Trabalhei. Trabalhei na, na lojas brasileira. Trabalhei na moto importadora. Não dando aula Trabalhei na, na, na e, na escola adventista. Antes de eu vir para cá para
E casou-se lá ou aqui?

Só que logo em seguida eu perdi o, a gente se separou e logo depois ele morreu.
Como foi que a senhora conheceu ele e o que aconteceu? Não, eu
Eu conheci ele aqui em Juruti. Eu vim em umas férias e conheci ele aqui. Aí Daqui a gente foi para lá. Que sempre eu vinha, né? Visitar a minha família e voltar. Aí a gente foi para lá. Como ele bebia muito, né? O pai do meu filho, ele tem, o meu filho tem trinta e dois anos. Esse que é artista plástico, né? Aí como ele bebia muito e fazia eh, muitas, às vezes, namorava muito, né? Arranjava. Aí eu não, disse que, um dia eu cheguei com ele, conversei com ele, né, eu disse que era para ele procurar sair e ir embora porque Eu não tinha escolhido aquela Aquela vida não era para mim, porque eu também sou profissional. Eu trabalhava como costureira também, sabe? E eu disse que eu não queria aquela vida para mim. Aí foi o tempo que ele se afastou de mim, né? Ele foi embora. Em seguida, ele faleceu. Ele faleceu de quê? Cirrose hepática.
Ah, então ele bebia muito mesmo?
Bebia. E por sinal ainda deixou essa herança para o filho.

E seu filho também bebe muito?

Agora não muito, porque eu dou muito em cima dele. Mas diminuiu, né? Mas... Olha, que ele viu, né? Tudinho que aconteceu com o pai dele, que ele se lembra. Mas ele continua. Quando eu falo para ele, ele fica calado e não fala nada. Aí bebe e fuma. Beber muito novinho? Não, uns dezessete anos

Novinho. Esse E eu comento muito com ele, né? Eu digo, olha, meu filho. Tu, te, ele é professor, ele é formado, né? Ele tem, ele também pelo Sebrae também, ele tem curso de, de arte indígena, né? E eu digo para ele, olha, meu filho, Eu não vou dizer mais nada para ti, não vou te chamar atenção, não vou dizer mais nada porque tu sabe, tu não é leigo. Tu sabe tudo o que acontece. Porque a pessoa que bebe e fuma, tu sabe o que vai acontecer contigo cedo. E aí ele fica calado, mas ele já diminuiu bastante do que ele era, né, do que ele fazia. E quando ele está fazendo, quando ele está trabalhando mesmo, aí que ele fuma mesmo. Ele está para lá, para lá para o Tribódono. Ele está lá, que eles estão
lá aquelas alegoria. Então a senhora casou, aí teve esse marido, separou e depois teve outro?
Teve a minha filha.
Mas a senhora casou de novo ou só teve. Não, não

Só teve ela. A gente viveu juntos, né? Mas eu não cheguei me casar com ele, nem quis, mais, porque eh a, eu não dei sorte. <laughs> <laughs> Esse bebia? Bebia também. <laughs> Aí. Eu digo ah, meu Deus, não dei sorte. A única coisa que eu não dei sorte na vida foi para ter marido. Eu digo, vou acabar sozinha mesmo, deixa eu ficar só eu. Aí os menino me chateia lá no colégio. Digo, ah não, não quero ninguém, estou aposentada disso. Eu não dei Aí quando a minha filha estava com dois anos, ele foi embora. Ela já está agora com dezenove, vai fazer em julho vinte Anos. Só que ela já é casada, ela já tem um bebezinho. Estavam, todos dois, a minha mãe E meu pai, só que o meu pai, quando ele, ele completou anos, ele. Ficou. não, menos. Acho que uns setenta e cinco, que ele ficou quinze anos cego, meu pai. Ele morreu com e sete mais ou menos, que ele ficou cego. Ele teve glaucoma. Só que devido ele estar para cá, para Juruti, quando ele foi para o, quando eles ligaram para mim, né? A Aí, como na época, eu, eu já, eu estava estudando no colégio Adventista mesmo. E tinha um médico lá que ele trabalhava na, no exército, como médico.

Se ele ainda tiver, eh, eh, se ele ainda tiver, assim, ao menos a luz, né, enxergando a luz, mas se ele já estiver na escuridão, no a, não adianta que não vai ter jeito mais para ele. E até a idade dele, né? E assim ele morreu. Aí ele foi, mas não teve mais jeito. Ele cegou definitivo. Só que, só o que melhorou nele foi as dores, né? Porque quando ele veio de lá, devido o colírio que ele passou, aí ele não sentia mais dores. Ele sentia muita dor. E eu acho que isso é, é, é hereditário. A gente já sabe, né, que é hereditário. Porque eu tenho um primo que está na mesma situação. Ele já está com problema numa
das vistas. Então, o seu pai, sua mãe, sua mãe, seu pai não viu você se formando então, só... Não, ele viu.
Não, o meu pai, ele soube só, né? Ver, não. Só a minha mãe. Porque eu fiquei dez anos sem estudar. E ainda fiquei parada dez anos depois que eu resolvi de voltar de novo a estudar. Foi. Por que, que que aconteceu? Porque eu co, eu

Na, foi Foi na época que eu tive o meu filho. Aí eu não liguei mais para o estudo, né? Aí eu fiquei já criando o meu filho e depois eu resolvi voltar para estudar de novo.
Foi nesse tempo que você trabalhou em vários lugares. É, foi nesse
Nessa época que eu trabalhava. Logo que eu fui para lá eu comecei a trabalhar também na, nas lojas brasileiras.

Era caixa. Lá na moto eu era escriturária.
Você ficou dez anos lá na ca, na? Não, na
Na, nas lojas brasileiras eu fico, fiquei uns cinco anos, eu acho. Mais ou menos. Porque até <laughs> até fiquei meia perdida. Quando eu fui daqui para Belém, eu deixei as minhas coisas todinha aqui, né? Inclusive eu deixei minha carteira, né? Deixei meu certificado, deixei a, até a minha portaria do estado, né, como professora, tudo ficou aí. Aí entraram, aí levaram tudo, tudo, não deixaram uma colher para mim. Tudo que eu tinha, levaram tudo. Só não levaram uma cama, não levaram. Lá na outra casa que não levaram, negócio da pia, esse negócio, não levaram. O que deu para eles carregarem é o que eles carregaram. Cômoda, eu tinha duas cômodas imensas, eles levaram todas as duas. E tudo, o resto, tudo que eles foram. E estava fechado, eles entraram aí e levaram, arrombaram, levaram. E nesse meio, Para ir para. É, para Belém.

Aí eu vim para Juruti. Porque a minha família era daqui, né? Meus pais ainda estavam vivos, velhinho, e isso aí eu sentia a necessidade de estar do lado deles, né? E na e E aí eu resolvi vir embora. Quando eu vim passear na realidade aqui, né?

E como o papai e a mamãe ainda estavam vivos, velhinhos, né, eu resolvi ficar, para mim ficar do lado deles. E eles precisavam de mim, né, também. Foi quando eu fiquei aqui em Juruti. Aí. Já com filhos, dois. É. Não. Só com um, só com o garoto, né, depois que eu con, depois que eu tive a minha filha. Ela nasceu em mil novecentos e Eu já estava aqui, eu vim em oitenta e seis para cá para Juruti. Oitenta e seis eu cheguei em Juruti. Aí, desde lá, eu luto por, pelo bem-estar do povo de Juruti, desde Eu entrei na Comissão de Direitos Humanos, né, inclusive eu já fui até para Salvador representar Juruti, Belém, eh, São Luís, no Maranhão, todos os eh Alguns congressos da de direitos humanos eu frequentei, né, participei como delegada de Juruti.

Aqui em Juruti, a gente luta, né, pelo bem social das pessoas, por exemplo, a moradia. Agora nós estamos lutando porque nós temos bastante gente, tanto até os daqui como os que estão chegando, né, que estão emigrando. Aí nós estamos lutando pela moradia, por esse pessoal. Nós já temos inscritos umas setenta e cinco pessoas que não têm terreno. Aí o que que a gente faz? perante o prefeito, né, reúne com ele e nós vamos colocar essa situação. Olha, é tantas pessoas nós temos inscritos que não têm moradia. Aí a gente vai ver se consegue a moradia para essas pessoas, ao menos o terreno, né, que tendo o terreno eles já vão fazer a casa deles. Na época que foi colocada a tribo, E desde oitenta e seis eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. E também do Sintep, né, que é o Sindicato dos Professores de Belém. E desde essa época eu luto pelo bem social da cidade. Tanto que quando em, antes do desse, do Plano Real, antes da u erre vê, né, quando era no tempo do cruzeiro ainda, Aqui era muito caro, porque aqui nunca foi barato, né? Sempre foi caro as coisa. Não é agora, porque tem a a a Alcô aí, que é caro. Juruti sempre foi caro. E Eu, eu fui em Parintins, Parintins... Antes, né, no pla, no cruzeiro, quando era cruzeiro aqui no Brasil, Então, quando eu chegue, eu vi que havia necessidade de a gente fazer compra fora daqui de Juruti, porque aqui era muito caro, nós fomos em Parintins e eu abri duas contas lá, uma para mim e para minha colega, no, no supermercado Baranda. Porque eu teme, eu tinha na época lá o meu primo e a minha prima que trabalhavam no Banco da Amazônia. E eles foram meu avalista para abrir as duas contas lá. E a gente comprava, eu levava cinquenta funcionários daqui de Juruti, tanto da prefeitura como do estado. E ela levava, minha colega, mais E a gente fazia a compra lá de tudo, no supermercado e na loja de ferragem, material de construção. Então teve muitas pessoas aqui em Juruti que construíram casas. Tudo comprando lá? Comprando Parintins. Como Trazia no barco, a gente fretava barco. Eu fretava um barco, ela fretava outro. E a gente trazia as coisas tudo de lá de Juruti. Era Compensava, né, para nós. Aí depois que entrou, né, o erre vê e o, o, o Cruzado, né, aí não deu mais para a gente fazer essa compra lá porque já estava, né, a inflação já estava, eh, como é que se diz? Já estava igualada, né, tanto lá como aqui, não fazia diferença nenhuma. É, mais ou menos em oitenta e sete, por aí em oitenta e oito. Você estava morando com seus pais aqui em Juruti ou tinha uma casa sua? Não, eu tinha minha casa, meus pais já moravam do lado e eu morava do lado deles, lá na parte de Andrade. Lá Lá no centro da cidade. Já morava lá, é, em noventa eu tive a minha filha. O pai dela é de lá, de Parintins.

Hum. Você conheceu. É <laughs> E nessa época já tinha chegado
Não. Nenhuma. A, a, em noventa e cinco. Hum. e cinco, já se falava que vinha esse projeto para Juruti. Em noventa e e cinco Mas ainda não tinha chego para cá esse projeto. Parece que ele chegou em dois mil e três. Eu já Eu já estava em Belém. Aí a senhora saiu daqui e foi para Foi para Belém por quê? Eu fui daqui para Belém. Porque eh, eu tenho na minha garganta uma fenda paralela. Aí Como eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, e aos feriados, sábados e domingos, eu fazia palestra no interior de conscientização do meio ambiente pela Comissão de Direitos Humanos, né. A gente ia nos interiores. fazer esse trabalho que, por sinal, dia dois, agora nós vamos para uma comunidade aqui, Diamantino. E como eu sempre gostei, né, de dessas coisas, né, e eu ia, eu fu, fazer a palestra, né. Devido a eu falar muito, aí mal falado, né, porque a gente tem que sempre ir no fonoaudiólogo para ele orientar como falar, só que eu não sabia falar. Apareceu as duas fendas paralelas, tanto de um lado como do outro. E aí eu tive, fui para Belém, que eu não conseguia mais falar. Por exemplo, eu dava aula de manhã à tarde e à noite. Eu dava de manhã tudo bem. À tarde eu já estava meia rouca. À noite não saía mais a voz. Aí eu viajei para Belém para fazer todo o tratamento, né? Só que eles me readaptaram. Provisória. Aí eu não podia mais voltar para Juruti porque eu tinha que estar no acompanhamento do fonodiólogo. Eu tinha que fazer esse acompanhamento. E como eu sou funcionária do estado, eu tinha que também estar passando na perícia. Praticamente de seis em seis Meses Aí tá, eu tava de licença médica, né? Seis meses. Que até hoje eu tenho um sobrinho que me chateia, né? Ele diz que a única funcionária pública que foi pedir para voltar a trabalhar. Aí, como eu estava de licença, seis meses já, né? Aí eu fui na Seduc e disse que eu não queria aquela vida para mim. Que não fazia o meu gênero. Eu estar só recebendo sem trabalhar. que eu tinha minhas mãos e pé tudo bom. Então, eu queria voltar a trabalhar, embora que não fosse na sala de aula que eu não podia mais, né? Mas eu tinha que retornar ao trabalho, de outra forma, mas eu tinha que retornar. Aí foi que a assistente social disse para mim, olha professora, eu vou lhe readaptar. É a única possibilidade que tem. A senhora não vai mais para a sala de aula porque a senhora não pode. Mas a senhora vai trabalhar na secretaria. Aí eu disse, está bom, tudo bem. Aí ela mandou né eu ir para... ir no fono e ir no no no otorrino, né? Para dar encaminhamento para a perícia. Chegou lá na perícia eles me readaptaram. Só que não era definitiva. Eu tinha que estar sempre nesse acompanhamento. Aí foi que eu pedi a minha transferência porque eu tinha que estar lá, na lá do médico. Quando foi ano passado, ano retrasado, Eu fui readaptada definitiva, porque eu não pude mais retornar mesmo para a sala de aula. Nem com o tratamento, tudo que eu fiz, acompanhamento do fono, do otorrino, não tinha mais condições. Porque, além da fenda paralela, eu tenho problema também na tireoide. Ainda tenho a alergia na faringe. Aí não teve mesmo condições de voltar de novo para a sala de aula, porque tem o giz, tem a poeira né do do chão. Aí aí eu disse, já que eu fui readaptada definitiva, não tenho mais por que ficar aqui em Belém. Até porque geral lá em Belém alaga muito, <laughs> tudo isso me fazia. A escola que eu trabalhava, para mim sair de lá, eu tinha que sair no meio do da lama, né? Às vezes até aqui no meu joelho. Tudo isso me fazia mal. Aí doía a minha cabeça, sabe? Aí eu digo não. Aí foi quando eu vim aqui em Juruti conversando com eles aí, né? que Depois de oito anos eu voltei ver o festival de Juruti. Pela metade. que Ainda não consegui ver a apresentação. Nunca consegui, porque eu vim para me em dois mil e oito, me colocaram dentro da quadra, né? E eu não vejo nada dentro da quadra, eu tinha que estar lá em cima, né no no no camarote, para me poder apreciar de lá, né? Assistir. Então, ainda não consegui,

dezesseis anos que a gente vai apresentar. aí eu não não consegui ver
Festival. Entender um pouco da da história então porque você você como é que você funda então é você estava entre Belém, Manaus, Juruti. Como é que como tem essa ideia de fundar
Surgiu o festival

Foi assim devido, né eu já ter esse conhecimento. né Aí eu vim, eu fazia né danças, sempre fiz né, quadrilha, dança negra, essas coisas, sempre eu eu fazia na escola, no Américo Pereira Lima, ao qual eu trabalhava. né como Eu era professora de redação, professora de religião, professora de arte. Então, eu lecionava essas três matérias. E aí eu tinha que fazer as festas juninas né, para angariar fundos, para a gente ter dinheiro na escola. E sempre eu era coordenadora desse dessa festa junina. Eu fiz o Festival Estudantil. O Festival Estudantil da escola ele tinha uma narração. Em cima da narração, a gente formava uma música, fazia coreografia e fazia uma apresentação. Em cima do tema que a gente escolhia para o Festival Estudantil, que era só na escola. aí Dentro desse Festival Estudantil, eles fizeram uma dança indígena, que era a Dança do Fogo, dentro desse festival estudantil. Aí todo mundo gostou, sabe, da da Dança do Fogo. Eles pediam para a gente apresentar nas festas que tinham aqui, né por exemplo, a festa religiosa, que é dia dois de julho. Aí nós trouxemos a Dança do Fogo para se apresentar, para todo mundo ver na frente do daí da Aí eles gostaram né da dança do fogo. Tanto que surgiu o Mundurucus primeiro do que nós. Aí eu falei lá que a gente poderia formar uma tribo indígena né , fazer né uma tribo indígena. Só que o Mundurucus se adiantou né e formaram o Mundurucus. E a gente fez mais nada. Tá Eu digo, tá, eu não vou fazer mais nada. Aí, quando nós fizemos um uma festa junina, já depois de dois anos deles se apresentando, eles se apresentavam uma dança que tinha o nome de Ou vai ou racha, que disputava com eles. Só que esse ou vai ou racha era de lá, de onde de perto de onde a gente morava, né, A fundadora do ou vai ou racha é a secretária de saúde, a a a doutora Márcia Márcia Cunha. Ela que era a fundadora do ou vai ou Racha né, então foi ela que colocou. Aí, eu conversando com os alunos na sala, eu disse, olha, nós temos que um desafio aqui, nós temos que fazer um uma festa junina para angariar fundos. Qual é o meu objetivo? Eu coloquei para os alunos, era de sétima e oitava série né, os alunos maiores. Eu não sei se é só eu que estou sofrendo a alergia do piso da sala de aula, mas eu acho que não é só eu, porque eu já vi que muitos alunos também, quando chegam aqui, começam a se sentir mal. Nós vamos ter que fazer o essa festa junina para angariar fundos para a gente conseguir colocar lajota na sala de aula. Aí eu conversei com a diretora ela me autorizou. Tu faz aí o que tu quiser, está bom. Aí eu voltei lá com eles e eles disseram, a quadrilha a gente não quer mais. Aí eu disse, que tal vocês fazerem, a gente fazer uma uma tribo indígena. Nós tivemos muitos habitantes aqui de Juruti que passaram por aqui, tribos indígenas, troncos. E a gente vai pesquisar, né? Porque a tribo que eu queria já tem, que é Mundurucus, que foi a nossa, formadora do nosso povo aqui, mas já tem. A gente vai pesquisar. Aí que a gente foi lá para o Lago do Juruti Velho, pesquisar para lá, e eles... Lá eles me contaram, os antepassados, que houve esse tronco que passou lá, né? que Que foi a tribo Muirapinima, tanto que ela não é registrada na Funai, porque eles... brigaram com mundurucus aqui, né? E se distanciaram para lá. Para lá eles devido ter muita árvore lá, muirapinima, eles se autodenominaram muirapinima. Aí nós fomos fazer a pesquisa lá no Juruti Velho. né Hoje, Vila Muirapinima, né que lá é Vila Muirapinima O lago que é o Juruti Velho. E lá a gente fez a pesquisa com os antigos e eles nos contaram toda essa história. né Inclusive, eles me levaram com os descendentes lá Muirapinima. Lá para dentro, a gente foi entrando na comunidade.né Depois da vila, a gente foi embora fazer pesquisa. Quando nós voltamos de lá, já com toda a história montada né... Que história que vocês? Que se existia, né? Se existiu essa tribo, como era, trouxemos toda essa história. Aí, como eram os costumes deles, né? O que era que eles faziam. E viemos embora e formamos né a tribo Muirapinima. Colocamos o nome. Aí, como eu gosto muito de azul e vermelho, eu digo, ah, bora colocar azul e vermelho. Vocês concordam? Concordo. Concordamos. Aí a gente concordou que fosse azul e vermelho. Aí, tá, como tinha um problema na época, tinha uma briga. Que aqui eles chamavam galera, né? Mas a gente que tem o conhecimento, a gente sabe que era gangue mesmo, né? Eles se encontravam para brigar lá na praça. Rapazes mesmo, né? Adolescentes contra adolescentes. E aí eles formavam aqueles grupos e iam brigar lá na praça. Aí naquela época ali não tinha quase muro, era só mesma estaca mesmo de quintal, né? E eles tiravam todas as estacas daqueles quintais para lá para brigar. e O terçado, aqueles terçadão grandão assim, eles pegavam e passavam na praça que chega fazia aquele aquela E eu tinha que passar lá, na praça, porque eu morava do outro lado da praça. Eu tinha que passar lá, de um jeito ou de outro. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Vamos convidar todos esses galerosos, que era assim que eles chamavam, né? Vamos convidar os galerosos para entrar na tribo Muirapinima. E aí a gente mandou. Eu e uma uma outra que me ajudava, que era minha aluna, mas ela já era bem adulta, né? Aí ela disse, é mesmo, professora, eu conheço uns meninos dessas galera, bora convidar, bora. Aí eles ela se incumbiu de convidar o pessoal, né? Aí eu sei que era uma uma era denominada rato, a outra era buraco fundo, a outra era caierão, e a outra era... Estou lembrada agora, qual era a outra? Eu sei que eram diversas, né? A gente reuniu todos lá na tribo Muirapinima. E eles foram me ajudar, né? Fazer os adereços, essas coisas todas. Mas isso, quando nós resolvemos já disputar mesmo com a tribo Mundurucus né, que aí nós. O secretário de cultura na época, quando ele viu a nossa apresentação na escola, que a gente... nós fizemos a nossa apresentação na escola, nós conseguimos, na época, três mil reais na entrada e com as vendas das iguarias, nós conseguimos mais uns quinhentos reais. Porque pagava todo mundo, né? Pagava os... pagava os pais, pagava os alunos e pagava as crianças. pagava pela Para entrar lá, para assistir, porque a gente queria o dinheiro, né? para comprar a lajota. E eu fui de sala em sala e conscientizando, né? Fiz reunião com os pais, fiz mesmo uma propaganda mesmo bonita, né? Para gente angariar o fundo, senão a gente não ia angariar. E a gente conseguiu colocar a lajota na sala de aula, né? <coughs> com três mil e quinhentos reais? Três mil e quinhentos reais na época. Só que o prefeito deu a mão de obra, deu a a o cimento, E a areia, né, para colocar. Nós só compramos mesmo a lajota. Aí eram oito salas. A gente comprou a lajota para as oito salas de aula. E aí, quando ele viu a nossa apresentação, o secretário, ele foi me convidar para entrar no festival para disputar com a tribo Mundurucus. aí eu festival na época só para eu entender é Era, mas era interior. Era um bocado de... Era misturado tudo, né? Aí eu peguei e disse para ele que não, que era muito trabalho, e eu tinha, era minhas férias, eu tinha que gozar minhas férias, e aí eu não ia eu não ia eu não ia ter férias e tal. Coloquei a maior dificuldade. Só que os alunos se reuniram e foram lá comigo. Não, professora, a gente a gente quer, professora, vamos entrar para para disputar com o mundurucus. E meteram corda, sabe? Aí eu disse, ai será que eu vou mesmo entrar nessa? Não, a gente vai e tal, a gente lhe ajuda e tudo. aí Aí foi quando a gente fez essa... Convidou esse pessoal para nos né quem Os galerosos. é É, os galerosos. Aí eles foram lá para o quintal de casa, que o quintal lá da minha casa era grande também. era Dez de fundo, mas era cinquenta... dez de frente por cinquenta de Tinha umas mangueiras, tudinho fruteira e tudo dava sombra bacana lá. E aí eles foram lá para o quintal de casa fazer. Aí eu peguei o meu dinheiro, tudo das férias, tirei uma parte da minha poupança e coloquei na tribo Muirapinima para fazer. Fui em Manaus comprar o material para poder a gente ir para o festival já com a outra tribo, disputar.
Como é que foi todo o
Aí eles foram lá para o quintal de casa, os alunos, e a gente foi, eu fui fazer a narração, né? Como era que o tema, colocar eu só, na época era só eu mesma para que tinha a cabeça, né? Que era a cabeça. Os alunos eles, se eu dissesse faz isso, eles faziam, faz isso ele, aí a gente foi fazer. Tanto que até hoje não foi mudado nada do que desde a época que eu coloquei.

Tudo foi, era tradição e cultura. Esse era o tema? Era o tema. Em cima do tema, a gente contava assim, por exemplo, nós entrávamos, entrava o nosso tuxaua, aí ele faz, até hoje a apresentação da tribo é assim, aí ele convida diversas tribos para fazer parte daquela festa. Assim como uma boa vizinhança, né, ele convida as tribos para fazer parte daquela festa. Aí, conforme as tribos vão entrando, a gente coloca o nome de uma tribo, por exemplo. A Assurini, aí a gente vai ver como é que os índios assurini eles se vestiam, como é que eles... é a festa deles e tudo, e faz o históricozinho, né, da dos índios assurini, como ele era. E assim a gente colocou diversas tribos e como era que eles... E, e tentava adaptar a também o vestuário deles igual como eles se vestem lá na tribo original. E ia fazer mesmo, bem bacana, né? Eu pesquisava muito, eu tinha coleções e mais coleções de livro, né? Então, eu tinha tudo. Aí, tá. Nós fizemos tudo assim, baseado, né? Na história mesmo, bem original. Aí, o que era que a gente usava, assim, como fogo? Por exemplo, na épo, na, na hora que o pajé, né, o tuxaua, estava fazendo, junto com o pajé, quando eles estavam fazendo o ri, ritual, né, eu colocava pólvora. E E ele pegava, né, a tocha, tocha mesmo, né, que eles fazia e colocava aí a pólvora, subia, sabe? Fazia aquela fumaça. E a gente fazia aquele também, redondo, assim, jogava pólvora. E fazia o ritual dentro da roda de fogo, né? Isso aí E acendia o fogo, saía aquela fuma Então, nós fizemos tudo assim, bem original. E a gente se apresentou. Fomos para, para fazer e a com cor, com música e o tambor. Tambor, nós utilizávamos tambor lá da escola, né? E a gente formou a, o, o, o cântico tribal, nós fizemos, baseado assim, por exemplo, não tem aquelas música de umbanda, em cima daquelas música de umbanda, a gente fez a música nossa, metendo carimbó, que ele é original do Pará, então a gente, nós fizemos baseado, eh, com a música do carimbó e colocamos letra. Então ficou uma coisa bonita. Ou é Ficou no ritmo do carimbó. Tanto que a nossas primeiras músicas toda era no ritmo do carimbó. Agora, depois que eles começaram a modificar as letras, elas são criadas aqui. Como é que é a letra Olha, eu só não tenho agora, porque veio um, um pessoal da cultura de Belém. E E ele, eu, eu tinha todinha no cê dê que o menino passou para mim. Só que eles levaram o meu cê dê. Hum. E Porque ele vai, ele ia trabalhar, que tinha um, estava arriscado, né? Então ele ia trabalhar para ficar, para ele colo, passar, fazer o trabalho para tirar os riscado. E a senhora não lembra de cabeça a primeira letra? Hum Mais ou menos, né? Como era. Hum, estou bem lembrada. É o Sandro que sabe.

É o que tem o estúdio aqui em Juruti, que ele faz nossa, eh, a gravação do nosso cê dê. É feito aqui mesmo em Juruti. No estúdio de um dos criadores da tribo. Um que era meu coreógrafo.
Mas onde que foi a primeira festa? A pri
Foi na quadra lá na frente da igreja. Não existe mais essa quadra. É lá onde é aquele parquinho que tem.

Não, nós empa, eh, olha é que geralmente eles tiravam de nós o título, sabe? Só que nós entramos na, na, no pri, como primeiro mesmo, não tinha nem condições da gente ganhar, porque eles estavam dois anos na nossa frente. E até porque eles tinham dinheiro, nós éramos pobre. Eles diziam que eu era pobre, né, então eu não tinha condições. Eles Eles gozavam muito de mim. Eles me chamavam de doida, eu passei até como doida. A minha sobrinha, essa que, que é a secretária de, que é a nossa vice-diretora, né, ela fazia faculdade em Santarém na época e E quando ela chegou de lá, a mãe dela disse, minha filha, e o meu filho estudava em Santarém também, minha filha, tua tia endoidou agora. Agora ela está doida mesmo. A minha irmã, né? Aí, mas o que foi, mamãe? Olha lá, tu acredita que ela não fez uma tribo indígena para disputar com o mundo urucuxi? E o também só era gente que tinha dinheiro, sabe? Que disputava com eles. E E aí, aí a minha, eh, eh, minha sobrinha disse, mas não me diga. é verdade. E isso não é a maior, que ela convidou um monte de galeroso que não sai lá do quintal da casa dela. E eu não parava em casa, eu deixava eles, eu só fazia trancar o meu quarto, a cozinha. Eu deixava tudo à disposição deles, sabe? Eu dizia, vocês podem comer o que tiver por aí e vão fazendo a comida. Eu só quero que vocês deixem limpo a minha cozinha. Era assim que eu dizia para eles. E eles tomavam conta direitinho. Todo dia eles colocavam um para fazer comida. Porque eles ficavam lá trabalhando. Eles ajudaram Ajudaram, mas se não fossem eles, a gente nem tinha ido para lá. E eles estão até hoje na, na. Ó Olha, tem os, os cabeça mesmo, está?

Que fundaram junto comigo. O outro menino também que entrou, está. Eu acho que é só esses quatro que estão. O resto já é tudo novato. Que entraram já depois. Que aconteceu com eles? Eles saíram, uns casaram, né, foram embora. Ô Outra foi embora para Santarém. Outros viajaram. Aí foram saindo. Ficou só nós quatro que está até agora. Eu já tinha saído, <laughs> né e voltei de novo.
eh você resolveu continuar, assim? Você não queria no começo? Depois aceitou . Eh, aí
Por que eles não insistiam, né? Aí eu resolvi. Aí nós saímos o primeiro ano. Aí o segundo ano já, já estavam convidando a gente, né? A gente já tinha a obrigação de se apresentar. Aí o terceiro ano, nós já tínhamos, no, parece que no terceiro ano, que nós conseguimos o tribódono, esse que é o Universo Mundurukus, né? E o, esse é que nós temos muita história, nós invadimos uma escola que foi abandonada, que era lá a nossa Ocara, que agora está até... está lá desprezada, que a gente. Vai ensaiar? Está tentando fazer. É. É, porque não deu mais para a gente ensaiar lá, que já está muito grande a tribo. Não deu mais. Agora nós tá, a gente está sem local para ensaiar, nós estamos ensaiando lá no Tribódono. Lá que a gente está ensaiando a tribo Moirá Pinina. No mês de julho, todos os dias No mês de julho. Isso é grande parte da sua vida, né? Fazer a fantasia, a coreo. Não, porque hoje não, a gente... nós temos uma equipe. Hoje, naquela época, não era só eu que era faz-tudo, né? Mas agora não, eu levei né uns seis anos só no faz-tudo, né? Quase só eu, né? Que fazia tudo. Hoje não, como já está grande, aí o que está, quem está trabalhando são as diretorias. Aí, no meu caso, a minha diretoria de arte, que eu sou a diretora de arte. Aí, como eu tenho a obrigação de apresentar, né o festival, que é a única coisa que está mais... Porque nós somos uma associação, né? Mas o que mais batalha, trabalha, é só meu. Mais para o festival, né? Que o meu objetivo. Hoje, a gente não está dando conta, né do, do, do qual era o meu objetivo.

Era formar uma escola de arte, né? Inclusive, eu já fui para dois, para conferência e para, para estadual também, para ver se a gente consegue essa escola de arte profissionalizante, para o Até para os nossos, né, sócios, filhos nossos sócios, dos brincantes, né? Participar dessa escola de arte. Porque a tribo, ela tem uma es, a estrela Juba. A Estrela Juba são quarenta bailarinos que nós temos, que fazem apresentação de palco. E é belíssima a apresentação. Gente, vocês não podem imaginar o que eles aprontam. Se vocês verem a apresentação, vocês acham que vocês não estão em Juruti. É verdade. Eu, em dois mil e oito, quando eu cheguei, né, porque quando eu fui estava menor, né? A, a, a coreógrafa ainda era minha aluna. Hoje ela já, ela é vereadora daqui da nossa cidade. Hoje ela já ensinou para diversos, então ela já tem alunos que já trabalham com ela como coreógrafa, sabe Nós já temos os bailarino como artista plástico, que fazem já a roupa dos bailarinos. Então está, está, está uma loucura. Quando foi em dois mil e oito que eu vi, eu me emocionei muito de ver o tamanho que está o festival e o que eles apresentam. Eles já, eles foram em Be, eles já foram em São Paulo.
Eles já foram em São Paulo. Hum, se apresentar?
Se apresentaram. Agora eu não sei lhe dizer onde foi que eles se apresentaram, porque... Eu não fui, né, que eu ainda não estava aqui em Juruti, mas eles já se apresentaram, as duas tribos se apresentaram em São Paulo.

Como houve a necessidade de fazer o Tribódomo, que já estava pequeno, na e, na quadra, né Aí foi feito o primeiro, que é lá onde está o universo Mundurukus. Lá já estava o nome mesmo, Tribódomo. Aí não comportou mais o, a quantidade de gente que vem. Então é pequeno. Aí não tem estacionamento, não tinha nada, né, porque é pequeno ali.

Aí eles entraram com uma emenda parlamentar no, no governo federal, né, eles entraram. Parece que tem uma cota, né, de cada deputado para a cidade. Então, como eles tinham, tiveram bastante votos aqui em Juruti, e como tinha esse, essa solicitação nossa, eles resolveram fazer o tribódomo aqui em Juruti. Só que o projeto que nós tínhamos visto né, na época, eu e outro presidente, Porque, na realidade, quem carregava eles para tudo era eu, né? Até para se, se, eh, organizar como associação, fui eu que levei o a outra tribo a se organizar como associação, para a gente tirar nosso, fazer nosso estatuto, ter nosso Cê ene pê Aí tudo fui eu, tanto que até hoje, entrou presidente na tribo Muirapinima, saiu presidente, eu continuo ser a presidente ofici, <laughs> oficial da tribo Muirapinima. Porque eles nunca tiraram o nome, o meu nome do Cê ene pê jota, né, da Receita Federal. Lá na Receita Federal, a presidente da tribo Muirapinima continuo ser eu.
Como que, que mudou assim o festival com a chegada da Camargo Correia, da assim, das empresas. Ó
Olha, a, a, a Alcoa, né, que é na, no caso a Alcoa, ela fazia uma doação porque ela fazia mídia no exterior muito forte em cima das tribos. Inclusive, ela colocava que quem fazia o festival das tribos de Juruti era a Alcoa. E quando foi em dois mil e oito, eles fizeram

Eles conse, conseguiram Patrocínio de Eles já diminuíram o patrocínio. Eles queriam nos, nos, nos doar, né como patrocínio, quarenta mil. E aí eu disse, gente, nós não estamos pedindo esmola de ninguém. Principalmente da Alcoa. Porque nós temos gente lá fora que eles fazem, eles nos informam, né o que está acontecendo lá fora. Inclusive tinha uma revista, eles mandaram para nós, essa revista, diz, que lá eles diziam, né, que eles tinham feito o festival de Juruti. E não era, era a prefeitura que fazia. Aí eu disse, como a gente não... Vamos devolver esses quarenta mil para eles, a gente não aceita o patrocínio deles. Aí nós se reunimos, né, com a outra tribo, E eu falei para eles, eu disse, olha gente, por mim a gente devolve. Eu não sou presidente, apenas eu sou a diretora de arte. Mas por mim a gente devolve para a Alcoa esse dinheiro. E aí eles, eles entraram, né, na minha, é vão, é, realmente a gente vai devolver. Vamos fazer a documentação dizendo para eles que a gente não aceita esse patrocínio que eles querem nos dar. Aí nós fizemos uma documentação e lá na documentação estava eu e mais dois professores, né?

Que é outro professor também, historiador ele também. Aí, lá na hora que a gente estava fazendo o documento, né? Nós já tínhamos o rascunho dos dois presidentes da tribo, né? E aí eles me perguntaram, e aí como quanto a gente estipula aqui que a gente aceita? Eu disse cem mil para cada tribo. Aí eles podem divulgar nosso nome. E lá a gente proibia ele da divulgação, né, de qualquer coisa que envolvesse o festival, festribal. E aí tá e nós colocamos lá que a gente só aceitava se fosse cem mil para cada tribo. E eles nos deram os cem mil para cada tribo. Depois eles mandaram o documento, né, confirmando o patrocínio de cem mil para cada. E também nós tivemos a, a, a, o patrocínio, né da, do governo do estado, né, que a gente conseguiu também uma emenda par, palar, parlamentar. E quando Desde o, do início, né, da tribo, a gente sempre teve o governo do estado nos patrocinando, né. Só que era pouco, né, era cinco mil, cinco para cada, né, era dez mil, cinco para uma, cinco para a outra. Era com o que a gente fazia o festival naquela época. E aqui em Juruti era bem pouquinho, né, que a gente conseguia da prefeitura. Não é como hoje, né, que o prefeito atual ele banca todo o festival, né? Muito grande. O festival cresceu muito, né? Cresceu muito, muito Muito, muito, muito.
Uma loucura.
Quantas pessoas... Olha, nós, na, a tribo Muirapinima, ela tem dez, doze tribos de arena, né? Doze Não, são dez tribos de arena. É Ela tem doze tribos, mais ou menos, no total geral. Cada tribo, ela tem vinte componentes. Cada tribo. Duzentos e quarenta, né? Pessoas. Só para compor as tribos. Fora quem trabalha, fora os artista. A gente tem mais ou menos envolvido quase umas, umas quinhentas pessoas, eu acho. E todo mundo. Só Só para empurrar a alegoria nós temos cinquenta pessoas. Só para empurrar a alegoria. São cinquenta.
Ham? Trocar a fita aqui
Ela está saindo. Então agora que o, que está tão grande e tudo, qual que é o seu maior sonho com respeito a essa? Onde a senhora acha que tem que chegar essa
O meu maior sonho É É o que eu já falei para vocês, é que a gente possa, né? Conseguir essa escola de arte, né, para para os próprios jurutienses. Não, não Para a gente não buscar mão de obra fora de Juruti. Porque agora vocês estão buscando mão de. A A gente ainda continua ainda buscando, né, mão de obra lá em Parintins. Porque quem vem confeccionar a nossas alegoria, eles não vêm, eh, fazer desenho, eles não vêm fazer nada. Tudo a gente já dá desenhado para eles, as nossas ideias, tudo a gente já dá como a gente quer. Só que para confeccionar ainda são eles. Só que o povo de Parintins, eles não têm ainda o principal, que é um engenheiro, o arquiteto. Eles não têm esse, esse profissional, que é aquele, né que faz tudo na escala, né. Esse profissional, nós temos, no estado do Pará, nós temos três profissionais só. Todo o estado do Pará.

Que também, ele parece que ele, ele faz todo. Para onde ele é chamado, ele vai, né. Ele, parece que ele estava Ele foi fazer o carnaval ano passado, em Tucuruí. Sempre ele vai, né, fazer. Esse ano ele estava fazendo em Belém.

Ele é arquiteto. E ele faz tudo, as alegoria, tudo. Então na, por que esse profissional, para nós, eu acho muito importante? Pelo desperdício do material. Principalmente do ferro, que a gente usa muito ferro. Tendo esse profissional para nós, aí poupa, né? A a o O, o desperdício de material. Outra coisa também, nós não temos galpões, né? As tribos não têm galpão. E que isso para mim era essencial isso aí, né? A gente ter um local também para os nossos ensaios, que a gente não tem. Tem que ser um local bem grande, né? Porque tem que ter estacionamento, tem que ter um bocado de coisa, né. Até na, lá não está comportando... A área da alimentação não é mais área da alimentação, porque as alegorias estão em todo o, o local. E E tá dificultando o nosso trabalho lá, porque nós estamos carregando alegoria no meio do povo que está vendendo. Sabe está É uma loucura. Só se vocês vissem como é. Então está, está complicado. E também é, por que a escola profissionalizante? Para profissionalizar tanto os nossos jurutienses para trabalharem no festival, também para aproveitar o material, né. Aproveitar que tem muita coisa que a gente poderia fazer que a gente joga praticamente no lixo, né. Olha, placas, né de alvenaria, por exemplo. para fazer quintal, aquelas placas, para fazer cerca, né, aquelas premoldadas, a gente poderia aproveitar para fazer. Porque nós temos muito ferro que, que no final vai tudo para o lixo. É É tirado três, quatro caçambas cheia de lixo para jogar no lixão. Só de ferro que é se, poderia ser aproveitado. Então, a minha maior vontade, né, já até falei lá, né no na, no congresso, na na conferência, né. Todas as conferências que eu fui aqui, eu falo sobre isso, né, que era um objetivo do. Inclusive, a nossa associação ela é Associação Folclórica Recreativa, Cultural e Recreativa. E nós estamos só agora bitolada só no Festribal. As outras área praticamente a gente não está fazendo nada. Quando a gente deveria fazer, né Porque foi o objetivo da tribo, foi esse. Trabalhar pelo social. Hum Das duas, né? Foi esse o objetivo, das duas.
Que é o que você achou de contar um pouco a sua, a sua história aqui hoje para a gente. O que achei? <laughs> É
na realidade, né. Foi boa

Sempre <coughs> me Que foi em noventa e sete Foi noventa e se, não, noventa e sete ou noventa e oito que nós fi tivemos um tema, que foi a viagem, uma viagem na Amazônia, né. Esse tema foi feito em minha homenagem, né, que foi a viagem minha, essa viagem que eu fiz agora, né. Então, naquela época eu fui homenageada, né, eu saí, foi a única vez, né, que eu até falei para vocês que eu não tinha saído, mas eu saí. Eu saí sem dançar, né, que eu ia na frente da igreja e segu, e puxei a porta estandarte. Foi a rainha do folclore na hora, ali dentro, né da igreja. Ela saiu de dentro da igreja aí eu puxei. Que Foi a, a única vez. Depois me perguntaram o que era que eu estava fazendo lá e eu disse que <laughs> que eu estava fazendo a, que eu era a Beata, por isso que eu estava lá na frente da igreja. Quando eles me perguntavam o que era que eu estava fazendo lá, eu disse era beata, por isso que eu saí. Mas foi essa viagem, porque na hora lá eles fizeram o barco que eu ia de barco, né, andando realmente fazendo a viagem de barco. Só que eles fizeram sem fundo o barco. E na hora eu não quis subir de jeito nenhum. Aí eles improvisaram e me colocaram na porta da igreja. Que na realidade era para mim vir no barco. Aí eu vi na porta da igreja. E eu ainda não tinha contado para ninguém essa história assim, sabe? Desde lá, como é que foi minha, a minha vida. Porque eu estava reservando o meu livro que eu quero escrever. <laughs> Eu quero escrever um livro. Porque, além de eu... Fazer todo esse trabalho, eu gosto de fazer poema, com rima, né, eu gosto de, eu gosto da natureza, eu gosto das árvores, dos animais. Eu tenho aqui em casa, o que dá, de me dão de presente. Até um jabuti me deram de presente, que está ali, sabe? O jabutizinho, está lá naquele cercado. Esse cachorrinho, que eu tenho aqui em casa, também me deram lá em Belém, eu trago ele desde Belém, <coughs> sabe? Então, eu gosto dessas coisas, da natureza mesmo, de cheirar o mato. Eu não coisa Vocês não me encontram por aí em festa, nem comemoração de nada, que eu não gosto disso. Aí eu não vou. Aí eu só vou para o trabalho, trabalho para ca Aí aqui em casa eu faço as minhas pesquisas quando aí ligo, né, que eu tenho um notebook, tenho um computador, aí ligo, faço minhas pesquisas na internet. De lá eu imprimo, eu tenho todas as tribos do Bra <laughs> Está em apostila, né? Então é. Agora não gosto.

Lá em casa, se tu for lá, tu me vê É só daqui, assim, quando tem reunião, para o interior, que eu vou com o pessoal dos direitos humanos. Mas eu não, não sou chegada a, a comemorações, não. Nem negócio de festa, aniversário, os meninos dizem assim. Mãe que nunca aniversário. <laughs> Ela não acostumou a gente fazendo aniversário, eles dizem, sabe. Porque eu não, não sou chegada mesmo a isso. Aí eu gostei muito porque eu ainda não tinha contado. Eles geralmente quando vêm fazer entrevista comigo, né, que sempre eu fiz muita entrevista, De noventa e nove, mais ou menos, para cá, já comecei a dar entrevista. Mas, não assim, contando mesmo a minha vida. Eu conto mais da tribo, como foi que começou, né o trabalho aqui. Eu tenho um amigo, né, que também ele é nosso compositor. E ele me convidou que ele partici, ele fa, está fazendo filme, né?

Que ele faz na Amazônia, né? Ele faz filme. E tem, eh, um hotel que fica em frente de Parintins. O hotel dele é cinco estrelas. Ele está Hoje ele está, tem quarenta suítes e ele está alugado por holandeses que estão fazendo um filme lá. E ele começou na nossa tribo também, em noventa e seis, fazendo nossas músicas. E ele diz que ele agradece tudo que ele tem e o que ele é hoje à tribo Muirapinima. E ê, ele Esse também que tem um estúdio, né? Ele diz para mim, olha, eu lhe agradeço muito, professora, que a senhora me ralhava, que eles gostavam de beber cerveja, né? E eu dizia, olha, parem de beber, pensem no futuro de vocês. Aí falava para eles, né? E eles dizem, tem todos dois que são professores, que trabalharam comigo, eles dizem para mim, é, a gente Agradece muito a senhora. Tudo que a senhora falava para nós. Pois é. Então foi muito importante assim contar a minha vida, né. O que eu fiz pelo povo de Juruti. Desses rapazes, né que praticamente estavam jogados, até viciados em drogas, né. Tenho bastante rapazes estão, hoje estão trabalhando. Tem um que ele ficou, tanto ele usar droga, ele ficou com sequelas, né? Aí ele fazia tratamento. Hoje ele está bem, está trabalhando numa empresa, casado. Sabe? Então todos eles têm o outro que Nosso cantor também trabalha numa empresa. E Muitos rapazes que praticamente eram perdidos na época, né? Eles estão bem, graças a Deus. E eu não enlouqueci. Ah, ainda não, e nem contei para vocês que depois disso a minha irmã ficou dois mandato como presidente e hoje a minha sobrinha faz parte, né da como vice <laughs> né da tribo. E ela não é a a presidente porque ela é secretária de finanças da prefeitura, né e. Então não quiseram ela como presidente. E acho que tinha me chamado de doida, né, que eu tinha enlouquecido. Hoje estão todas doidas também. <laughs>